pela sua presença aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir com o projeto de vocês.

A gente começa as nossas entrevistas sempre com a seguinte pergunta, as seguintes perguntas. Seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

E os seus avós, vocês se lembram do nome completo deles?
paterno e materno. Então vamos lá, materno primeiro.

Os seus avós, qual qual é a procedência dos seus avós?
Bom, vamos pelo lado da minha mãe.

Da atual Eslovênia. Seria a fronteira antiga Iugoslávia e eles são da Eslovênia. Se bem que vieram com passaporte austríaco, mas isso... Nunca pisaram na Áustria.
E como é que foi essa história da vinda dos seus avós maternos?
É uma história muito... Eu não sei hã se isso é uma...

Nem dez anos. E ela veio assim perdida, ela e uma prima hã vieram praticamente com uma roupa do corpo e o que eu acho mais bonito é com uma toalha de linho branca. A minha mãe se lembra, eu não lembro dessa toalha. Era a única coisa que ela tinha do passado dela, uma toalha de uma toalha de mesa de linho branco. E elas vieram perdidas nessa confusão, sem falar idiomas. Essa é a minha bia bisavó, até onde eu sei era uma pessoa relativamente culta para a época. Porque, além do sérvio, ela falava italiano e alemão. Para uma mulher no começo do século passado, eh ela falava e escrevia, porque ela escrevia cartas. Para quem pedia, ela escrevia em italiano. Então, eu acho uma pessoa... Eu não conheci, porque é é minha bisavó, então tem uma... E o meu bisavô era da do Friuli, que é a última região, fronteira da Áustria com a Itália.

E eles tinham uma diferença de idade de... vinte anos, mais ou menos, e se casaram no interior de São Paulo.

Então, sua avó já nasceu no Brasil.

Ela é a mais velha dos
De onze E os avós paternos
Do lado do meu pai, hã nós somos de Pernambuco hã. Reza, tem uma história na família que eu ainda vou checar, porque eu sou a neta mais velha.

Seria essa minha avó.

Então, é uma coisa de gerações.

Ela era tataraneta de... aí eu não sei, eu vou contar o peixe.

Então reza, reza a família, essa história eu não sei se é verdadeira, gente, eu ouvi desde criança, eu não tenho confirmação, mas a minha minha tia garantia, jurava de pé junto que Era era verdade, eu não sei, gente. Estou contando o peixe conforme eu comprei.

E você conhece a história de como seus pais se conheceram?
Conheço.

E tinha um congresso de odontologia no prédio da faculdade. E meu pai era gerente de vendas de produtos odontológicos. E ele foi para esse congresso montar um stand e os dois, para daqui e para de lá, se conheceram nesse nesse congresso.

Demorou muito para se casarem?
Não, mais ou menos uns três anos entre... Estou pondo datas mais ou menos entre três, quatro Não, não demorou tanto tempo.

Aí a minha mãe tinha prestado concurso. Minha mãe era professora aposentada. Não, aposentada ela foi. Ela era professora e ela tinha prestado concurso para para ingressar. E ingressou aqui em São Paulo. Então, ela veio para São Paulo. E o meu pai morava em São Paulo nessa época. Aí foi a coisa mais rápida. Então, aí eles namoraram, noivaram, casaram, tudo direitinho. Naquele tempo, namorava, noivava e casava.
Você é filha única?
Sou filha única. Eh

Fizeram uma coisa horrorosa, mas o prédio era muito bonitinho. Era todo de pastilhinha, bem anos Nós morávamos lá hã e era um prédio, hoje eu não sei como está, mas era um prédio assim bem familiar e eu era a única criança do prédio. Aliás, eu era a única criança e depois morou, essa é uma história legal também, uma família... Na liberdade de japoneses, o que não é grande vantagem. Só que essa família, eles eles tinham chegado há pouco tempo do Japão. Então, eles eram muito tradicionais. O pai não falava português. A mãe, mal e mal, assim, aquele português, assim mas ela, isso que eu achava importante, ela fazia questão que os filhos brincassem com brasileiros. Ela achava importante que os filhos dela convivessem com famílias brasileiras.

O pai era sabe totalmente contra. E ela não, tanto é que eu tinha aquele hashi, ela ten ela tentava passar.

E eu lembro até hoje que ela tinha um caderno grande, um caderno mais ou menos, seria um tamanho, um á quatro, de papel de seda, era um papel de arroz, que vinha do Japão, que tinha uns quadrados para você aprender a caligrafia.

Então a gente só rasgava os cadernos, ela ficava brava. Anos depois eu fui estudar japonês e fui eu lembrava muito, porque era uma coisa que ela insistia muito, para a gente aprender a escrever em japonês. Eu falei, gente, como é que eu vou aprender não sei nem escrever, não sabia nem pegar no lápis? Era Eu não tinha, naquele tempo a criança era muito bobinha, não tinha você não tinha motor para... acho que eu tinha menos, eh quatro... E ela insistia para a gente não. Aí eu fui entender, tinha uma professora de japonês que eu fui estudar anos depois, ela falou que não, que isso era uma orientação, parte que ficou do esforço de guerra japonês, que cada criança passasse para o vizinho ou para a criança ao lado. Era uma coisa, assim, era quase uma norma nas escolas japonesas. Então, por isso que ela fazia tanta questão. E eu não entendia, eu falava, mas por que eu vou estudar essa? Ai, que coisa mais chata. E E anos depois eu fui descobrir que era uma uma norma das escolas japonesas vinda da do esforço de guerra, do pós-guerra do Japão, que era que cada um passasse o máximo de conhecimento para quem estava ao redor. Então, por isso que ela insistia tanto. E a gente só estragava o caderno dela, coitada.

Ah, era uma delícia, gente, porque nós tínhamos... O prédio tem até um uma área... Como nós éramos três crianças, dava e sobrava. Então, a gente tinha lugar para esconder... E todo mundo deixava, todo mundo ficava, sabe? Tinha a vizinha de cima que vinha dar bolachinha, o zelador vinha trazer bolo, todo mundo ficava mais ou menos paparicando a gente. Porque só eram três crianças para um prédio inteiro, então imagina. E eu pegava o meu velocípede e ia bravamente andar na Praça da Liberdade, onde é a Estação da Liberdade hoje. Era uma praça, não é dos modos que foi reformada, era uma praça que a gente brincava, a gente ia de velocípede andar, tinha árvore. O Lago da Pólvora, que existe até hoje, não era todo cercado, eram áreas verdes que você podia andar de Eu ia andar de velocípede, feliz e contente.
Era muito divertido, a gente brincava. E os seus pais, no meio dessa história toda, como é que você se relacionava com eles? Como que era o dia a dia com os pais?
Meu pai viajava muito, porque, como eu contei, ele era gerente de vendas, ele coordenava... O cargo não era bem gerente de vendas. Naquela época, todo mundo era vendedor, desde quem vendia. Não tinha essa essa essa divisão, mas ele seria uma espécie de um gerente regional. Então, ele viajava muito entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Ele coordenava essa essa região sudeste. Então, ele era uma pessoa que ia e voltava, mas ele sempre estava presente, a gente saía muito. O meu pai gostava de, assim, a gente era muito de festas, então, ou a gente ia para a casa dos me dos meus tios né, que são do lado da minha mãe, que é o que está a foto aí, que a gente ia muito.

Tanto é que eu falava que eu queria ir embora para São Paulo, que eu não queria ficar mais lá. Porque era interior, era assim, tinha mato, no você estava no interior, tinha chácara, tinha mamona para a gente fazer guerra, tinha pé de pitanga na em terreno baldio, pé de...

Então, a gente ia muito na casa desses amigos do meu pai. Íamos assim, sexta à noite, já ia levando roupa para dormir. A gente ficava lá até domingo. Então, fazia churrasco, fazia não sei o quê. O meu pai, eles iam pescar muito, meu pai sempre gostou de pescar.

Hoje eu já não recomendo, mas meu pai ia pescar sempre, então eu vinha com o tilapiazinho, era uma delícia. E eh não era poluído, era bom, era gostoso, saudável. Então, eles viviam indo pescar. Ou faziam churrasco, ou faziam pizza, ou faziam... Cada hora faziam alguma coisa. Então, a gente, nos fins de semana, a gente passeava muito. Íamos para o zoológico, às vezes íamos para o interior, por causa da da minha avó, mãe da minha mãe, que naquele tempo era viva, íamos para lá. Então, a gente viajava muito.

Ah, era uma delícia, gente. Isso também é bom contar, que naquele tempo... Se viajava de trem. E meu pai não admitia que se viajasse, no mínimo, de primeira classe. De segunda ele não admitia. Ele Filha dele não ia de. Não sei se era tão caro ou barato, gente, eu não sei. Mas a gente só ia de trem. Quando eu era criança, acho que até existia ônibus, mas meu pai ia de trem porque era muito confortável. O da Paulista, gente, eu lembro até hoje de um... que a gente ia comer. Que Para quem não sabe, trem antigamente era civilizado. O o o condutor acompanhava. Dá para ser...

para registrar. Então, quando a gente ia pela Paulista de Puma, gente, Puma era uma cadeira dos moldes dessa daqui que eu estou sentada, para cada pessoa, e uma janela. Então, você ia uma pessoa aqui e a outra do outro lado. Então, você quase dormia naquele avião, naquele naquele trem. Então, tinha água gelada. Tinha balas, era era era uma coisa assim, você ia feito, era uma delícia. Aí parava nas estações, aí o povo oferecia, às vezes, bala doce. Era uma viagem, uma delícia. Pena que não exista mais.

O bom de Araraquara é que era tudo mais barato que São Paulo, eu achava ótimo. Porque aí a minha mãe dava dinheiro, era ma a mesada rendia o dobro, era do tempo que se pagava mesada para criança, todo sábado eu ganhava. Gente, eu não vou lembrar quanto... Eu ganhava, quando eu era criança, cinco... Cruzeiros, talvez. Eu lembro que com cinco cruzeiros eu ia anda eu ia e voltava de ônibus, comprava um cachorro quente, um suco e um picolé. E sobrava umas moedinhas de troco. Agora vcs não, eu não sei quanto seria em termos de hoje, se era muito, se era pouco. Eu lembro que eu ganhava uma mesada, ou melhor, semanada, porque todo sábado minha mãe me dava um dinheirinho. Então, era ótimo. E quando você foi para a escola? Eu entrei para a escola em Mil novecentos e sessenta e nove Eu entrei em março e ia fazer sete anos em dezembro. Eu entrei em março, em março em fevereiro, março de sessenta e nove.

apartamento bom, tal, tal, porque a minha mãe foi removida para a moca.

Ela ficou trabalhou lá vinte anos, mais ou menos. E aí nós mudamos para a moca para ficar mais fácil hã o acesso. Então, nós nós morávamos nesse apartamento, e o prédio existe até hoje... Era um lugar gostoso, era um lugar tranquilo, como é até hoje. A mo a Moca, basicamente, é um bairro... dizem que há um enclave industrial em São Paulo, é e é até hoje. Só que hoje já tem mais prédio, antigamente não tinha, o trânsito era menor, tem essas coisas de de vida moderna. Mas e a escola? Você foi para a escola nessa época? Eh

E estudei lá do primeira da primeira à quinta série, antigamente, o que seria hoje do pré ao quinto ano. Ao quarto ano.

Quero que fique registrado, não vão falar, me chamar de velha aqui.
Bem antes, muito antes, viu? Mas e nessa sua primeira experiência na escola, da primeira à quinta série, eh o que você guarda dessa época? Tem alguma amizade, alguma alguma professora?
Bom, as professoras eram as amigas da minha mãe. Tem uma que é minha amiga até hoje. Aliás, todas estão vivas, graças a Deus. Hã então vão muito bem, obrigada. Então era, não tinha muito essa diferença. A que era minha professora, eu brincava com a filha dela, que é minha amiga até hoje, que tem a minha idade. Era uma coisa muito assim, família a escola, porque além de elas serem hã hã colegas de trabalho, elas se visitavam, a gente saía junto, porque elas tinham filhos mais ou menos na mesma idade. Então a gente ia, por exemplo, assistir, se o meu fusca falasse, o primeiro, viu gente? Ia todo mundo junto assistir, sei lá, o Bambi, que foi sucesso na época, fomos todo mundo assistir. Nós saíamos muito juntos porque, além delas serem colegas, a os filhos tinham a mesma idade, saía aquele bando de gente e a gente saía passear. Era era uma coisa muito família, não dava para acabar assim, a escola era até aqui, a família era tudo misturado.
E como é que era? para ser Esses cinemas eram ali no centro de São Paulo? você ia
Nós íamos, que existia na moca o Cine Ouro Aliás, na moca existiam três cinemas. Um era o era o Progresso, ou alguma coisa assim, que foi demolido, e o Cine Ouro Verde, que era o mais legal. Nós íamos lá, porque era andava a pé, era tudo facinho. Tinha a matinê e tinha assim os filmes proibidos, que aí a gente não ia né. Só depois a gente queria ir, mas quando a gente era criança nem ia. Aí já E passavam, assim vamos dizer, os lançamentos do mercado atualizado por um preço... Desculpa. Corta.

A outra? Deixa ele fechar só para garantir.

Sem problema.

A gente estava falando da dessa época da escola, da relação amigável com as amigas, dos passeios pelos cinemas da Moca.
Então, na Moca existiam três cinemas.

Eu eu Ouro Verde era assim, o mais caro. Mas caro, quando a gente põe caro, vamos vamos pôr em preço de hoje, um custava dez, o outro nove, e o outro Oito era uma coisa assim, não era caro. Mas no Ouro Verde, tinha um lá em cima que a gente ia, que era só para fazer bagunça, então era ma era mais engra engraçado. Que aí a gente ria no filme. Era muito divertido. E era o mais assim... Simples, a cadeira era meio quebrada, mas a gente queria mesmo, aquele que era legal. Agora, no Ouro Verde não podia, a gente se comportava. E o Ouro Verde era antenado assim, fazia parte do circuito de lançamento de filmes na época em São Paulo, então tudo que passava você ia assistir. E a gente praticamente, vamos dizer, uma vez por semana, não estou exagerando, mas uma vez cada quinze dias com certeza, porque o cinema era muito barato, não é o preço de hoje. Era uma coisa... Vamos pôr em preços de hoje? Olha, eu não consigo passar, mas só para para as pessoas terem uma ideia, em valores de dois mil e nove, uma entrada de cinema, se custasse cinco reais, era muita coisa. Era uma coisa bem barata. Todo mundo tinha, todo mundo mesmo, pessoa de menor tinha dinheiro. Então, a gente pagava a meia, todo mundo estudante, tinha promoção. Que como tem hoje em qualquer cinema. Então, a gente assistia, assim, os lançamentos do momento.
E as amigas que você está falando que eram filhas das suas das colegas da sua mãe, quem eram essas amigas? Elas Os nomes, você ainda se lembra, você tem relação com elas até

A gente se conhece, se frequenta, enfim, uma relação de de amizade até hoje, sim, com certeza.

A gente saía todo todo mundo.

Não digo que a gente se encontra sempre, porque casaram, mudaram, enfim. Mas sabe quem é, enfim. Desceu a proximidade. Sim, a gente continua e até hoje. A gente foi ao longo do tempo mantendo essa amizade. São amizades, acho que até para sempre, né? Não tem muito...
E a escola? Você era uma boa aluna?

O que você gostava mais na escola?
Sempre fui boa aluna.

Sempre fui boa aluna. Eu sempre gostei de estudar.
Como é que era essa votação aí de melhor aluna?

Mas tinha um evento, alguma coisa assim? Tinha ganhava
Antigamente, gente, para quem não sabe, você ganhava medalha na escola. Fica meio estranho falar, mas ganhava. Então você ganhava, tinha uma premiação, a diretora dava a medalha, ia pai, ia mãe, ia avó, ia assistir. Então eu ganhei duas vezes. Não, eu ganhei uma e fiquei em vice, vai, peguei medalha de prata, não é tão ruim, vai, já dá para... Aí já, eu sempre tive boas notas, eu sempre gostei de estudar. E a mudança de escola, como é que foi? Foi meio complicado. Eu a eu relutei muito. A minha mãe também relutou. Tanto é que eu fui, aí depois eu voltei e aí eu fui de novo. Porque realmente era uma fase, eu tinha onze para doze anos, é quebrar um círculo de amizades. Mas foi foi altamente produtivo. Eu acho que eu devo muito...

Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Hã Escola do Estado naquele tempo, gente, não é como é hoje.

A gente ficava nessa história para ver quem era o melhor, a melhor escola, o melhor ginásio, deixa eu usar o termo da época, hã em São Paulo. Então, era por nota, era em Olimpíada. A gente briga brigava, a gente, entre aspas, ninguém... não tinha violência. A gente brigava, assim, em campeonato, em fanfarra, em Olimpíada de Ciências, ou em Feira de Ciências, para ver quem fazia melhor. Era nesse sentido, não era... Não era violência, né? E hã E, naquele tempo, em escola do Estado, eu estudava filho de pobre e filho de rico. Na mesma classe, aprendendo ao mesmo tempo. Então, isso para mim foi muito importante. Isso foi, eu acho, uma das coisas fundamentais na minha formação. Para você ah ver a pessoa e não o saldo bancário dela. Então, eu aprendi lá, porque lá era todo mundo igual. Todo mundo era aluno, não interessa se você era filho do cara mais rico ou morava no cortiço.

Então, a gente sempre ia na casa dela de quinta-feira, claro, porque não era besta.

Então, sexta-feira a gente estudava lá. E isso era uma prática incentivada pela escola justamente para... E também para não julgar as pessoas. E tinha uma amiga nossa que ela nunca queria que fosse na casa dela. E a gente ficou chateada. Por que é que não vai na sua casa? Por que é que não vai na sua casa? Aí nós descobrimos que ela morava num cortiço e ela tinha vergonha de levar a gente lá. Aí nós fomos do mesmo jeito. Sabe Então isso para nós era uma coisa, era uma questão... que era trabalhada, a gente, era pessoa, não interessava, eu não quero saber se ela mora no Curtiça ou se ela mora na lugar... Ela é minha colega, então essa coisa eu acho que eu herdei de lá. E você se lembra dessa visita, desse trabalho na casa dela? Não, nós fomos normalmente, ela ficou sem graça, era claro, era uma casa simples, gente, mas nós fomos fazer, fizemos o que fizemos, normal. Aí quando ela viu que a gente vinha, aí ela entrou na rota, um dia também a gente ia na casa dela, um dia na na Na minha era tortapinho, que a gente fazia.

Então, o pasteleiro era amigo dela, então... Não é que ela não fazia nada, coitada, ela fazia, mas cada cada casa a gente estudava. Mas a gente estudava, viu, gente? Não era só para ficar comendo, viu? Quero Era era muito sério. Aliás, eu fico pensando que a gente a gente estudava demais, gente. A gente realmente estudava. Falei, gente, tudo bem, a gente conversava, a gente eh punha a revista Capricho. Outra coisa, a gente assinava álbum, não sei se ainda tem, que era um álbum que a gente tinha e dava para as pessoas assinarem. Então, tinha umas perguntas assim, do óbvio, do que você gosta mais, qual é a sua cor favorita, você dava para as pessoas responderem. As meninas davam para os rapazes para ver se eles falavam alguma coisa, uma forma de chegar. Naquele tempo, viu, gente, olha, bota... Então, a gente tinha os os diários né, os livros de recordação que a gente dava para as pessoas. Então, dava para a professora, para pegar bem né, dava para alguma tia velha. Mas a gente queria dar para os O livro, viu, gente? Ó Bem entendido. Essa aqui é sério. Só o livro a gente entregava e não era só isso. Naquele tempo, a coisa era mais assim. Aí os meninos não gostavam muito, eles achavam que era babaquíce. Então, eles nunca queriam assinar o livro da gente, a gente tinha que ficar insistindo.

que era só coisa de menina, menina que tinha o tal do livro lá, o livro diário, cada um chamava de um jeito, diário, livro de recordação. Era um caderninho, assim, tinha uma capa e você escrevia.

Como tem hoje, né, que as meninas fazem com canetinha, a gente fazia também. Era a mesma Era mais ou menos, mas só que a gente entregava para as pessoas.

Você continuava com essa relação? Co como era a sua relação Bom
O meu pai já tinha falecido. Meu pai faleceu quando eu eu tinha sete para seis para sete anos. E, bom, foi a teve aquela situação constrangedora, et cétera., mas a gente continuou, hã de certa forma. Teve problemas, como eu diria, teve uma queda financeira, porque salário de dois com salário de um, a coisa... Ficou, vamos dizer, um pouquinho mais apertada em termos econômicos né. Mas a gente continuou mantendo amizades com as pessoas que a gente tinha. Eu acho que ah isso eu devo foi mérito da minha mãe fazer essa transição da melhor forma que ela conseguiu. Eu acho que isso é um mérito dela, sem dúvida.
E a chegada da Você está, nessa época, pelo que eu estou entendendo aqui, você já estava ali na sétima série,
Eu já estava sete, eh já estava quase acabando. Bom, naquele tempo era era a coisa era diferente. A gente hã ia ia em matinê, que era baile das três às sete. Eu não sei se tem hoje ainda, mas eu acho que nem tem mais isso. Então, era muito gostoso. E coincidiu, na época, com a a chegada da disco music, da discoteca. Então, era o máximo ir numa discoteca que não existia. Você tinha a boate. É que não dá para comparar com uma boate nos padrões de hoje. Vamos ver se eu consigo... <coughs> Deixa eu dar uma uma pausa aqui. Hã Na época, você tinha... Ou você ia num restaurante né, que era um restaurante, como é um... Você tinha a boate, que a boate é uma coisa que...

E tinha os inferninhos que isso aí, a gente não ia, claro é outra coisa. Então, eu estava falando que né, nesse tempo, eu estou falando isso, hã vamos dizer, meados dos anos setenta, você não tinha essa, vamos dizer, essa proliferação de casas, você não saía. Então, você tinha a boate, você tinha o restaurante, você tinha o salão de baile, isso sim, que eram os grandes salões, os juventos, que eu frequentava muito, tinha o baile, que era formal. E nesse meio de percurso, começou a época da danceteria, que era uma coisa nova, não tinha. Então era uma beleza, aí a gente queria ir, porque era barato, nesse tempo a gente era menor de idade, não podia sair à noite, porque não entrava a gente. Não era como hoje, que vai entrando todo Os caras eram juizados de menores, o cara não deixava, você não entrava.

E eu como fui junto, eu falei, ah, vamos entrar. Eu não entrei, eu fiquei sentada esperando elas irem na peça. Eu não entrei porque eu não tinha idade. Então, era um negócio rígido, você não entrando assim, chegando, vai indo. Não ia, não entrava, não entrava e pronto. E tinha esse essa essa febre de danceteria que a gente ia durante o dia. Então era muito gostoso.

Porque tudo custava cinquenta orr cento do que custava aqui, não sei por que até hoje. Então, por exemplo, uma Coca-Cola, que aqui custava um real, lá custava cinquenta Então mas então, o dinheiro rendia o dobro. Era uma beleza.

A gente ia, porque a danceteria custava metade, o cinema custava metade, o baile, tudo custava metade. Então, rendia o dobro. Era uma beleza. E era muito gostoso, então, com eh com essa amiga dela, como é que ela se chamava?

E o que é que tocava nas danceterias? Você lembra de alguma
Ah, era embalos de sábado à noite, essas coisas que tinha, bee gees, essa coisa da moda, Dana Summer, o clássico que toca até hoje anos

Nessa época, você já começava a ter namoros, assim?
namoro firme, não. Era assim, uns paquerinhas que a gente tinha, assim, naquele tempo, não era Era só de pegar na mão, assim, gostava de Ficava olhando, ah, aquele é bonito, aquele é feio. Tinha um que era vizinho nosso lá, que todo mundo gostava, porque ele era moreno de olho verde. Então, ele fazia um sucesso. Está feio, coitado, viu? Não vou falar o nome, porque fica <laughs> Mas, enfim, ah ele fazia um sucesso que todo mundo queria manda namorar com ele. Em compensação, tem outro, que eu também não vou falar o nome, que ele naquele tempo ele era um moço muito bonito e tal, e recentemente eu vi uma matéria com ele. Fui Ainda continua bonito e está rico ainda. Eu falei, se deu bem a mulher dele. Todo mundo também pagava pau. Mas, gente, pagava pau naquele tempo, era assim, achar bonito, não não saía disso. A gente era muito bobinha, naquele tempo não tinha essas coisas de ficar beijando para lá, para lá, era só achar bonito, falar, ah, ele é bonito, ele é parecido com não sei quem. Essas coisas bem de adolescente, bem bobinha, gente, dava até dó, né?
E aí você se manteve na mesma escola até o segundo grau?
Até o segundo grau, eu fiquei lá até sair, aí depois eu fui para a usp.
Como é que foi essa essa decisão de escolha de faculdade? Como se deu isso?
Olha, para para a gente era tão óbvio. Qual é a melhor escola?

É para lá que a gente vai. Isso a gente não pensou. Eu me arrependo, talvez, até de pensar em ir para o interior. Monótono Mas para a gente era tão óbvio. Não, a gente vai entrar na usp. Tanto é que todo mundo entrou. Da minha turma, todo mundo Cada um, claro, em cursos diferentes, teve gente que demorou um pouquinho mais, mas, enfim... Como eu falei, a gente estudava muito, a gente levava a coisa sério, a gente tinha uma boa formação. A gente estudava mesmo, fazia inglês, fazia... A gente bagunçava. Não é que a gente era cê dê éfe, mas a gente levava a sério. E os professores eram muito bons.
E qual curso que você decidiu fazer? Eu fui fazer jornalismo, né? E você já tinha uma relação com com o jornalismo, com as letras? Como que era a sua Como foi optar optar pelo jornalismo?
Bom, eu sempre fui uma boa alu alu aluna na área de humanidades.

Agora eu sou até melhor em área de exatas do que eu era naquele tempo. Então, biológica, gente, de ver sangue feito em gente doente não ia dar certo. E nessa área de medicina, de saúde... Eu poderia até ter feito farmácia como minha mãe, mas não não não dava, gente. Não olha dava, viu? Hã Então, sobrava humanidades, porque naquele tempo eram exatas naquele tempo não até hoje é exatas humanas e biológicas. Então, eu ia fazer humanas não tinha. Não tinha muito. Eu pensei em fazer direito, A arquitetura eu gostava não não por causa de desenhar, porque eu nunca desenhei bem, mas por causa dessa parte de cidade, de urbanismo, eu cheguei até a ficar balançar e acabei indo... Bom, aliás, deixa eu contar. Eu entrei primeiro em educação física, que eu cismei de fazer em educação física, não sei por quê. Aliás, eu teci, eu gosto de clube até hoje de, sabe? Então, eu cismei que eu ia fazer educação física, não sei estava com a cabeça. E, ao mesmo tempo, eu entrei em jornalismo na éfe ême ú. Então, aí que eu peguei gosto pela coisa, porque era na área de humanidades. Aí, depois, eu fiz um outro vestibular e entrei na usp em jornalismo. E acabei largando a educação física, que eu me arrependo, deveria ter feito, mas, enfim, que é um excelente curso, eu recomendo.
Nessa época você já trabalhava?
Não, não, eu não trabalhava. Eu só fui trabalhar depois que eu voltei para a usp, aí eu arranjei um estágio. Gente, eu só trabalhei em duas coisas na minha vida, em jornal ou escola, ou nas duas ao mesmo tempo.

E eu era estagiária de jornalismo, fazia matéria, eu que eu aprendi muito. Foi um excelente... Não ganha eu ganhava ajuda de custo, eu ganhava o que seria hoje o Vale Transporte, só. Mas aprendi muito.
Isso você já estava entrando na usp também né, mais ou menos como? É Não, eu já tinha entrado. Tinha entrado Já tinha entrado Você se lembra do seu primeiro dia de trabalho?
Olha, o primeiro dia de trabalho eu não lembro, mas eu lembro de duas coisas que são muito engraçadas. A primeira matéria que eu fiz foi uma matéria de show, que eu copiei. Assim, copiei não, eu fiz um... Eu fiz um copia-cole muito das Mal feitas, que foi um show que teve no Pacaembu, e me mandaram fazer a coluna de horóscopo.

Índias Orientais, é claro que é errado, né? Gente, mas a gen... Sucesso de público e crítica. Eu recebia carta e tudo. Porque o pessoal queria marcar consulta com o professor. Aí eu Aí o meu editor, que era muito... Não, o professor está em retiro espiritual, não pode atender. Era Foi uma grande palhaçada que a gente copiava o horóscopo, gente. A gente copiava o horóscopo do jornal do dia anterior, só invertia a posição. Invertia assim. De Ares, punha o que saiu para Ares, a gente punha o que saiu para Aquário e invertia.

Mas eh era um exercício para eu aprender a escrever, que foi muito bom. Mas fazia um sucesso, gente, todo mundo gostava daquele horóscopo, viu? Quando eu vou ser presa.

Eu fiquei, acho que uns sete, oito meses. Não, um pouco mais. É, quase um ano. Não chegou a um ano, uns dez meses, porque teve período de férias aí.
E era e era um você era uma jornalista mais o de gabinete ali, ou você saía Não
Não, a gente fazia de tudo, a gente fazia de tudo. As coisas mais assim... Eu fi eu tenho uma matéria que eu fiz com muito carinho, que eu também queria registrar, que era sobre hã as sociedades carnavalescas que eram. Seriam, talvez, os moldes mais ou menos nos moldes da escola de samba de hoje em dia. Só que eles não não tocavam, eles faziam o curso que existia antigamente. Tinha em vários locais, alguns na Paulista, que era o desfile com carros, mas carros carros de passeio, que as pessoas fantasiavam e saíam por um determinado trajeto. E eles faziam essas sociedades carnavalescas. E eu fui fazer uma matéria com a última que tinha, com o velhinho.

O prédio tem até hoje. E foi uma ma ah uma história muito bonita que ele me passou sobre o que era São Paulo, esse carnaval assim de confete, de desfilar com o carro. Então, eles eles chamavam os tenentes do diabo. Eles saíam vestidos de diabo, aí tinha o outro, que eles jogavam flores. Era era uma coisa muito romântica. Então, foi uma matéria que eu gostei muito de fazer. Pouco tempo depois, eh essa sociedade não existe mais. Seria uma ah ah seria um clube, seria uma gremiação, que as pessoas iam, se reuniam para jogar buraco, jogar bilhar, e no carnaval eles saíam. Então eu fiz essa matéria, que eu gostei muito de ter feito, que era uma um resgate de uma coisa que não existe mais. Ele contou com detalhes, ele era uma pessoa muito boa para contar, eu nem lembro mais o nome da pessoa. Deve ter morrido, coitado. mas ah sobre um um São Paulo que não tinha mais. Foi uma matéria muito bacana que eu gostei de fazer nessa época.
Nesse meio tempo todo,

E eh foi hã... Um pouco antes eu tinha visto uma matéria... Eu fui no... Eu fui, não.

Ele falou uma frase que ficou e até hoje eu repito. O problema não é você ser jornalista, o problema é você ouvir o presidente da República te chamar pelo nome e você não não perder o seu foco. Ele falou essa frase e eu falei, mas como é que o presidente da República vai chamar a pessoa pelo foco? E nessa época o Sarney estava dando muita importância à éle bê vê, então ele veio várias vezes e eu cheguei a cobrir acho que umas três ou quatro vezes.

Aí sabe quando você fica assim? você perde o foco, porque você se acha um que a última ah que é a bolacha do pacote e não é, você está cumprindo uma missão. Então, para você ter pé no chão.
Mas isso já era mais para frente. Já era mais para frente
Já estava Eu já estava em outro... Não, eu esta... Ah, é que da Gazeta eu fui para o Jornal da Zona Leste, que era um outro que existe até hoje. Aí, já como profissional, já tinha formado, aí já continuei.
Eu fui... Mas vamos dar uma paradinha e voltar. Volta

Conta para a gente um
Ah, bom, eu fiquei muito contente que outro dia me me convidaram para ir no nos Jogos Universitários. Naquele tempo eu ia participando, agora eu já não tenho mais idade, gente, não dá mais para ir. Que eram os Jogos Universitários que existem até hoje, que... partes mais ou menos iguais, a gente bebe, namora e faz outras coisas que eu não vou publicar aqui, que isso aqui é uma entrevista séria. Que é uma delícia os jogos universitários. A gente joga. Eu jogava no quando era mais... Jogava um pouquinho de basquete e tal. Então, era uma delícia. Então, os jogos universitários que existem até hoje. Cervejada, gente. Que é como qualquer faculdade. Sexta-feira, sair para beber. Todo mundo faz isso, gente. É igual. Eu acho que isso não mudou, não.

Não, assim que eu destacasse naquela época, não. Não, eu eu é que depois, quando eu fui fazer pós, aí é que eu acho que que eu cheguei mais, eu ficava muito na minha naquele tempo.
Você manteve, eh você criou novos filtros de amizade lá na na época?
Com algumas pessoas, sim, mas eu acho que eu criei mais na parte hã... Que aí eu comecei a ser profissional. Então, tem o nosso grupinho de, que até pouco tempo a gente tinha... Não, até hoje vai que a gente... Que a gente cobria... Eu fui começar a cobrir variedades. Então, eu fiquei muitos anos fazendo variedades. E aí você conhece, acaba conhecendo todo mundo, que são meus amigos até hoje, alguns continuam, vão muito bem, obrigada, que a gente se conheceu nessa época. Tem êne matérias que a gente foi fazer. O que foi, festa de quinze anos, que cantora, que nós fomos no Geller, que foi uma festa de quinze anos, que eu morri de vergonha, que ninguém levou presente. Falei, gente, a gente vai na festa sem presente, que vergonha, gente, que ela fechou o Ai, como é que chamava aquela menina, gente? Era uma uma cantora dessa juvenis, que acho que nem nem grava, e ela fez os quinze anos no Gellerick, que era o máximo daquele tempo. E nós fomos todos sem presente no meio da festa de quinze anos né.
Vocês foram cobrir ou foram convidados? Cobrir e convidados.
A gente foi mais com mais para babalar, porque a gente não ia dar matéria que a menina ia fazer quinze anos, gente. Vê vê que pauta mais idiota. Nós fomos para para badalar mesmo. Nós queremos uma festa mesmo. Nós fomos na festa de quinze anos da menina.

Eu já tinha saído, eu já estava mais ou menos na Fo eh Eu trabalhei na assessoria, porque eu eu eu trabalhei em jornal de bairro, aí depois eu trabalhei em assessoria de imprensa, uma assessoria que tinha perto da da Avenida Ibirapuera, que não existe mais.

Aí já... Então, a gente fazia umas coisas assim.

Gente, não sei... Numa chácara, eu não sei onde é que era que nós demos... Quando nós chegamos, já tinha acabado tudo, que a gente se perdeu. Eu tenho umas histórias ótimas que a gente aprontava muito. A nossa turminha de de imprensa. Era muito gostoso. Era um período... que a imprensa não se trabalha como se trabalha hoje, gente. Hoje é uma coisa um pouco diferente. As pessoas eram diferentes, a forma de se trabalhar é outra. Hoje em dia você tem muita coisa pela internet. Antigamente, gente, antigamente tinha uma coisa chamada Telex, que era uma fitinha assim, que você recebia notícia. Tinha A a gente esperava chegar o da Reuters, o da á pê que era um um quadradinho, que era em carbono, que às vezes vinha errado, vinha metade em português, metade ou em inglês ou em francês. Então, você chega você esperava a notícia chegar, coisa que não existe na internet né. Então, é toda uma forma de trabalhar. As redações eram muito maiores. Era São outras outros outros parâmetros. Não pode colocar... Então as pessoas eh eh assim era um grupo mais fechado, então não tinha tanta rotatividade entre profissionais. Era um outro era um outro tempo, a gente não compara uma coisa com a outra.
E essas essas matérias eh mais pitorescas, tipo esse casamento do Amado Batista, conta outra para a gente, se é outra história que tenha ficado desses dessas coberturas

Mas nós tinha umas umas coisas que a gente fazia muito engraçadas, né? Ah, deixa eu ver, coletiva engraçada daquele tempo... Não sei, eu acho que... É como fazer a variedade. Tinha, sei lá, a mais chique, com certeza, foi quando veio o Pavarotti pela primeira vez, que foi a caviar e champanhe francês. A clicou e essa foi. Eu juro que foi. Quando nós o, eu falei, não, acho que eu não estou vendo de novo. Olha, caviar para todo mundo, champanhe, para todo mundo. Uma beleza. Foi coisa boa. E ele foi muito simpático com a gente, conversou, assim, animadamente e tal.

Tinha umas coisas que era... Mas a gente também ralava muito, viu? Não era só no filé mignon, não. A gente também pegava uns cantorzinhos aí. Eu vou te falar, viu? Só por Não vou citar nome porque fica feio, mas... Tinha umas coisas que eram muito ruins e a gente tinha que... que agradar.
Você seguia morando na Moca

Você morava com a sua mãe?
Morava com a minha mãe.
Como é que estava a sua mãe Nessa época
A minha mãe estava quase aposentando, faltava pouquinho tempo. A minha mãe ela era ela tinha ela tinha cadeira cativa. Quando era show, assim, para... Eu lembro ah... Essa foi Pitoresco. Um das uma das vezes que o Rei Conif veio ao Brasil, nós combinamos que íamos levar os Então, eu levei minha mãe, o meu colega levou a mãe dele, o meu outro colega levou o pai, a outra levou o tio. Então, ficou a imprensa e as mães. Parecia festa de quinze anos. Aí ele foi falar com as mães da gente, autografou. Foi a minha mãe, que era fã do Rei Conif, achou o máximo. Minha mãe era considerada, ela era convidada para ocasiões. Eu era a mãe da Miss, como ela falava. Então, ela algumas coisas, não, fala para sua mãe ir com você e tal. É é o que eu estou falando. Hoje, eu jamais faria isso. Hoje, não não se trabalha dessa forma tão pessoal. Hoje, fica tudo muito impessoal.
Nós estamos o que em meados da década de oitenta? É nós
De oitenta para

Eu fiz guia de estudante, eu fi fiz mais estudante e fiz guia de universidades, que era um outro tipo de trabalho. Mas eu não, como eu digo, eu só trabalhei com duas coisas na vida, ou com educação, ou com jornal, ou com as duas coisas ao mesmo tempo.
E a educação no meio dessa história

Aí eu comecei a a a a... Bom, aí eu trabalhei e aí eu resolvi voltar a estudar, porque eu tinha me formado já na época e eu cheguei a pensar em fazer... Eu comecei a ficar com a ideia de fazer mestrado na época. Sabe quando você começa, vai, não vai. Então, aí que eu comecei a me interessar mais por educação. E aí foi. Aí Eu comecei a dar aula também, porque teve uma época que eu fiquei desempregada, eu fui dar aula de português. Coitado dos meus alunos, tadinhos. Eu só fazia ditar porque eu não sabia dar aula, gente. Apesar de eu ser filha de professor, na minha casa aparecia a filial da escola, porque era todo mundo lá. Eu não sabia dar aula, porque no meu tempo, vou registrar isso também, quem fazia... Gente, era naquele tempo, eu quero que fique bem claro.

Mas era, então jamais eu ia fazer normal, nunca, nem morta. Era uma A minha mãe até sugeriu, falou, faz mais um ano. Sabiamente, ela me aconselhou mas nem ouvir falar. Imagine, nunca, esse cursinho, a gente tinha umas coisas assim que a gente não ouvia falar. Né e eu me arrependo, porque eu gosto dessa área de educação. Tanto é que eu fui fazer mestrado, fui dar aula de jornalismo anos depois, então...
E você foi fazer o mestrado no começo da década de noventa? Não eu fui
Demorei mais. Eu fiz uma matéria, depois eu eu comecei, eu tive muito trabalho, parei. Eu entrei no mestrado em
Dois mil Ah, bem mais

Bem mais recente Mais lá para trás, você disse que ficou desempregada, mas foi. Dar aula de português é é
Não, eu fui dar aula de português para o ensino médio.

Ensino médio, normal, era uma uma escola. E eu gostei Eu era ruim como professora, os alunos eram Eu que não sabia dar aula, gente. Tadinho deles, eu tenho até dó. Eu não sabia, eu ficava perdida. Eu falava, vocês vão copiar a página tal. E eles, coitadinhos, né?
E nessa época você não estava trabalhando na... No jornalismo, não eu estava
Porque jornalismo é uma carreira com muito alto e baixo. Então, você fica desempregado várias vezes, como eu fiquei várias. E, precisava ganhar. Então, eu fui dar aula, gente. Precisava fazer alguma coisa. Então, nesse meio de caminho, eu fiz tradução, fiz revisão, porque eu precisava ganhar o leitinho das crianças. Fiquei desempregada mesmo, porque não tinha um tostão mesmo. Eu acho que eu fui mandando o currículo Aí a coisa vai vai indo. Aí eu fui Aí eu trabalhei em assessoria de de imprensa, trabalhei numa fui fazendo jornal de empresa um bom tempo. Aí eu fui fazer o jornal nesse meio de caminho do Shopping Lapa, que aí eu também fazia um pouco de variedades. Então, você vai indo, você vai e volta, é uma carreira com altos e baixos.

Eu vi uma eu vi uma foto sua, que acho que está no final da década de noventa, que foi uma viagem para a para a Áustria. Ah pois é e Sua família parte dela vem vem daquela região É não
Mas eu fui porque Deixa eu contar, essa é essa é uma outra coisa. E, nesse meio de caminho, eu comecei a trabalhar, a trabalhar não, a participar de uma ong, que é o cê bê cê, que eu participo até hoje, eu já fui secretária duas vezes, já fui vice mais uma... que é que era não que é, uma associação, que reunia comunicadores não necessariamente ligados hã à Igreja Católica, se bem que alguns sim, mas outros não. Eram comunicadores, ou seja, eram jornalistas, radialistas, professores, que queriam fazer uma comunicação mais voltada para valores éticos, valores hã cristãos, entre aspas. Mas cristão, entenda, era uma coisa bem aberta, gente, não é aquela coisa carola dede Papa Óstia, não é por aí, é uma coisa mais solidária. E aí eu entrei para o cê bê cê. Entrei em Foi até muito engraçado. Eu conto essa história que é. Eu fui pagar uma conta no Banco do Brasil para minha mãe e tinha um cartaz. Décimo Congresso Mundial de Jornalista Nossa, olha que interessante. O Congresso Mundial é vem gente do mundo inteiro. Acho que eu vou nesse negócio. Aí eu cheguei para a moça e falei, a inscrição faz aquilo? Ela falou, é, faz sim. Eh agora Não sei A senhora quer fazer? Eu falei, ah eu faço. E é assim que eu entrei para o cê bê cê, que eu nem sabia que existia até então. Foi em noventa e dois, no Congresso do Brasil, que foi um um dos melhores que nós fizemos. E, a partir daí, eu eu entrei e participei. Participo até hoje. Na cê bê cê, apesar de alguns problemas, existe até hoje. Estamos caminhando com mudanças, com mudanças tanto em termos de quadros. E essa viagem, que é a foto que está aí, foi o Congresso de noventa e oito que foi um congre, porque a a o cê bê cê é ligado ao Cip, que é a entidade em nível mundial. Então, tem em vários países, na Alemanha, na Áustria. Aqui na na América do Sul, nós temos Argentina, Chile, Peru, Equador... Bolívia, enfim, na nos na América Latina quase inteira, tem a a... Em vários países do mundo, cada um com a sua dominação. O cê bê cê Brasil, o cê bê cê não sei o quê, o cê bê cê... E tem o Congresso Mundial, que obviamente reúne gente do mundo inteiro, cada ano em um pa cada três anos em um país diferente. E esse de noventa e oito
Foi uma coincidência?
Não, não, não. Eu fui depois. É que não está a foto aí. Em dois

Aí, sim.

para que as pessoas se conheçam, porque elas eles eles acham, e que eu concordo, que você tem que conhecer as pessoas, conhecer a cultura, saber com quem você fala, olho no olho. É uma posição deles que eu assino embaixo. E existem esses programas, existem até hoje, esse esse ano acho que vai ser Venezuela, se eu não me engano, que reúnem-se hã jornalistas com até quarenta anos de idade dos cinco continentes. São cinco vagas para cada continente. Então, dá um grupo cinco vezes cinco dá um grupo em torno de trinta pessoas que conhecem a realidade. Realidade é um pouco de pretensão. Conhecem o país. Então, quando o fã do Brasil...

Um jantar na Ford, não. Um jantar na Fiesp. Para eles terem uma ideia do que é Brasil. Eles foram no Pantanal, que tinha uma colega nossa que trabalhava com Eles foram na tribo de índios. Foram para Salvador ver o axé e tal. Então, o programa do Brasil é referência até hoje, que foi o que nós fizemos. Eu, modestamente, com a equipe, não fui sozinha, nós fizemos esse programa de quando vieram os quarenta para cá para o Brasil. Que eles fizeram? O Brasil foi só um país, normalmente são dois ou três. E eu fui, em dois mil e dois hã, para a antiga hã Iugoslávia, que foi Bósnia, Eslovênia, Croácia, Bosnia Eslovênia, Croácia e Sérvia. Foi uma uma das coisas mais fascinantes que eu já vi. Todo mundo me chamou de louca. Já já se eu demorasse mais, ia pôr pôr a Polícia Federal, porque você vê o lado de guerra, que eu nunca tinha visto. E você, infelizmente, vê... Assim, a guerra entre irmãos, que eu que eu não você não tem noção do que é uma guerra entre pessoas do mesmo país. Você tem uma guerra, sei lá, de fulano, Afeganistão, que é americano, mas essa guerra entre irmãos, entre pessoas do mesmo país, é uma co é uma experiência que você só vendo. Você vê um país dividido, você vê vizinhos brigando. Aí a gente fala, mas por que é que eles brigaram? Esse é igual àquele, aquele é na mesma rua. Você vê um outro. Foi uma experiência fascinante.
Você ficou lá quanto tempo? Quarenta dias
Entre o Per percorrendo os quatro... E como é que era o dia a dia lá?
Era um dia a dia de aventura? Não
Acontecia de tudo, gente. Acontecia de

E ele contou, na época... sobre as peregrinações que ele estava... Foi na época do... Eu não lembro se o João Paulo segundo tinha assumido... Não, minto. Foi quando o João Paulo segundo estava para vir para o Brasil. Era uma entrevi foi uma reunião da Abong, que é a Associação Brasileira da, e ele estava contando essa experiência das pessoas, basicamente jovens, que iam em peregrinação ah assim às pequenas igrejas.

Que história para boi dormir, gente? Mas você acha que menino de quinze anos vai em peregrinação rezando com vela acesa na mão? História para boi dormir, gente? Ah, vai contar outra. Eu Eu paguei a minha língua e eu vi exatamente isso. Teve uma peregrinação de jovens de dezesseis, eles vinham a pé. para uma pequena igreja no interior da da... A gente estava na Sérvia, que era virgem, não sei do que lá. E eles faziam exatamente como ele falou. Eles iam rezando, eles vinham. Então, quando nós chegamos, não tinha ninguém. Falei, ah está vendo? Falei que essa história não ia dar certo. De repente, você vê as pessoas chegando. a pé, não é vem de trem bonitinho, alguns até, mas eles vêm a pé e rezando. Logicamente, você não entendia o que eles rezavam, porque entender servio bem não dá, né? É difícil, é triste. Depois é triste. Mas você via aquela ladarinha, eles com terço e com vela, E meninos, meninos de dezesseis, quinze, molecada, e eu não acreditei, eu falei no eu olhei e falei, é verdade, então você paga a língua. Então tem umas experiências assim, é muito, é fascinante aquele leste europeu, uma coisa que você, é o passado e o presente, você vê ainda aquela infraestrutura comunista com defeitos E uma civi uma civi uma civilização tentando se reerguer. Você vê a guerra, você vê... No meio lá de Belgrado tem uma bomba, no meio do prédio do Ministério do Interior. Uma bomba, mas não é uma bombinha, é uma bomba. Eles não conseguiram Hoje eu não sei, mas... Estava uma bomba caída no meio lá, um morteirão lá, um negócio desse tamanho. Você entrava, e você via. Teve uma cidade que era Vukovar, que eles eles bombardearam a cidade inteira. Tinha marca de bala, você via umas marcas de bala desse tamanho. E as pessoas morando em umas casinhas tipo do bê êne agá. E a cidade inteira destruída, estava destruída. Tinha escombro, você andava no meio do escombro. E as pessoas morando. Era bê êne agá, umas casinhas, umas umas tendinhas. E a gente foi ver. Então, é muito é fascinante aquela região.

Hoje você está na iniciativa pública?

para a secretaria, porque a secretaria promove uma série de cursos para os seus funcionários, desde curso para médico até curso para atendente. Tem vários, tem das mais várias coisas especialidades. E a gente faz essa parte de produção de audiovisual, sem contar com demandas. Por exemplo, nós estávamos produzindo um sobre piscinas, agora para o verão, para o pessoal não fa maneirar e não... Usar a piscina para fazer o número um, nem muito menos o número dois. Então, esses vídeos de... Fizemos um sobre hã o conselheiro gestor, ah ah ah a importância do conselheiro gestor, o Conselho Municipal de Saúde. Como a gente faz vídeos assim, nós temos várias demandas. Estamos fazendo um para o idoso sobre... A prefeitura tem um programa para incentivar a formação de cui cuidadores, que serão pessoas que... Cui cuidador não é muito bem o termo, de idosos. Então, para esse profissional que está se formando né, que são pessoas para cuidar não só em asilos ou instituições, mas nas casas. Né então, nós estamos fazendo e a gente produz o que pede, a gente vai produzindo.
E a vida na moca hoje?

Olha, já fo eh agora que essa mania de moca ficou chique, eu acho muito estranho, mas está com muito prédio, para o meu gosto, eu devia tirar um pouco daqueles prédios. As indústrias saíram de São Paulo né então, por exemplo, a Antártica fechou, a a União fechou, então essa eu achei uma perda para o bairro muito grande. Porque era uma uma forma de... Porque as pessoas trabalhavam e moravam lá. Eu tive colegas que que... A escola da Antártica ainda tem. Era uma das melhores que tinha na moca. Tive colegas que estudavam na escola da Antártica e depois iam trabalhar na Então, criavam uma uma rede, criavam uma... uma empatia com o bairro, que não tem mais. As grandes, grandes empresas saíram de São Paulo. Nem tem condição de meter um caminhão no meio da do trânsito, vai ficar preso na Radial leste. Então, isso eu acho uma perda para o bairro. Com essa história de que ficou chique, eu não sei que chique é esse. Eu estou até estranhando, mas enfim.
Sua mãe vive na Moca ainda? Não
Minha mãe já faleceu, mas até eh morou a vida inteira lá. Minha mãe não gostava muito, ela preferia ter morado aqui na Liberdade até hoje, mas enfim,
E ela faleceu ah ano?
Minha mãe faleceu tem três anos, em dois
Mas você você mora na mesma na mesma casa? Mesma casa
Mesma casa que eu morava, gente. Eu continuo lá, eu gosto de lá, gente. Eh eh Todo mundo me conhece, o vizinho me conhece, o motorista de táxi, o vendedor de coisa, a mulher da pastelaria, eu gosto muito de lá. Uns até acham... O vende o verdureiro achava que eu tinha doze anos de idade, então ele deixava para a menina. Né tadinho senhor

Ele deixava coisa para mim. Com a minha vizinha, eu falava, não, leva para ela porque ela pode estar querendo. Então, era uma coisa de... Porque me conheceu desde que eu era criança e morava lá. Minha mãe comprava dele e eu continuo comprando. Eu só não compro agora porque ele morreu também. Mas senão eu estaria comprando. Então, tem coisas que eu eu faço. A casa de laticínios, eu com eu ia com a minha mãe e continuo indo. Não vou, não tem, sabe? É uma coisa meio automática. Eu gosto muito de lá.

Sim, eu... Pelo menos história na história que você está contando para a gente, né? Os passeios, os lugares. Não só a Moca, Você fala fala bastante da cidade. Como você... Da mesma maneira que você nos relatou essa transformação da Moca, como você... pode dizer, pelo seu ponto de vista, a respeito das transformações da cidade, de viver em São Paulo?
Ah, eu tenho uma história muito boa.

Era o endereço do sítio. Era um sítio. Então, nós íamos passar agradáveis fins de semana no sítio. Andar a cavalo, hã comprar verdura, que tinha... O vizinho do lado era verdureiro, ele plantava

da mesma cidade que eu, menina, fui brincar, fui andar a cavalo, fui brincar no sítio, subir em pé de árvore, pegar laranja. Era uma região que eram sítios.

Eram sítios, eram vários sítios, as pessoas tinham sítios, chácara, você ia... numa São Paulo que não existe mais. Eu falei, meu pai ia pescar na Guarapiranga, era deserto, era era sítio, você pegava mato numa São Paulo que não tem mais. O Largo treze, gente, é um lugar... Agora é centro, você vai no Largo treze, é uma coisa que aqui na praça da sé Então, isso eu acho, em termos de... Claro que a cidade cresceu, progresso, mas em termos de qualidade de vida, a gente perdeu muito. Com essa Sa São Paulo que acabava, vamos dizer... no centro expandido. São Paulo acabava. Aí você tinha... começavam, assim, algumas casas e aí síntios, chácaras, que as pessoas ou moravam, ou passeavam, ou até viviam da terra.

Que não existe mais, pelo menos... Claro, em Mogi das Cruzes tem, mas nesse São Paulo, isso, infelizmente, não existe mais. Hã eu a a ideia aqui, que é um absurdo, eu cheguei a fazer isso quando eu já tinha meus vinte anos, a fazer paquera aqui na Avenida Ibirapuera, onde tinham as casas de samba. A gente ia de carro e ficava pequenando, falava tal, trocava telefone. Mas se eu vou fazer isso na Avenida Ibirapuera hoje, uh uh não tem. É um absurdo. Com o corredor de ônibus, com você parava. Você não tinha assim fluxo. Você fazia essas coisas. Isso a gente perdeu muito em termos de qualidade de vida. Eu não sei como é que vai fazer. Tem uma outra coisa que eu que eu sempre conto, que quando eu estava... e no grupo eu fiz sabe dia da Pátria e tal vamos fazer São Paulo época da de ditadura militar Brasil ame-o ou deixe-o aquela coisa meia eu fiz eu cheguei a fazer então um cartaz com o plano de metrô para São Paulo eram dez linhas eu lembro disso como se fosse hoje Plano de metrô para a cidade de São Paulo eram dez linhas. Nós temos duas e qualquer coisa. Duas e, chorando muito, três. Então, que cidade é essa que nós vamos deixar? Sabe Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos andar nessa cidade?

Daquela minha São Paulo, que eu ia andar a cavalo e e pegar verdura na Avenida ême. Boi mirim, uma cidade de hoje, eu não sei como é que vai ser daqui a vinte, trinta, quarenta anos. Então, isso eu acho que precisamos trabalhar, todo mundo.

Você trabalha na prefeitura... Como é o seu dia a dia hoje?
Eu trabalho lá na Pref né e continuo participando da da das ongs, continuo tendo a minha vida, vamos dizer, fora. Faço ainda uma matéria na usp para com uma aluna especial, porque aquilo lá é pior que cachaça, você entra lá e não sai.

Aquilo lá é eu estava conversando com o professor meu, o problema da usp não são os professores, são os alunos. Porque você, sem querer, naquela na usp, você aprende sem querer. Mesmo que você não queira falar, não, não vou, eu não vou fazer, quando você vê que você já fez, quando você vê que você vai fazer seminário, quando você vê que você está pesquisando. Então, isso é uma coisa, hã é um dos raros lugares, todo mundo fala que eu sou parcial, eu falo que sou mesmo, porque falar mal de São Paulo e da usp eu brigo mesmo, não tem jeito. É um dos raros lugares que o conhecimento prevalece sobre o dinheiro. Eu acho que isso tem que manter assim. Eu espero que mantenha. Para quem está ouvindo, que a gente possa manter esse centro de conhecimento independente de dinheiro. Não é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais conhecimento. Eu espero que isso continue.
E nos nos horários vagos, no lazer, o que você costuma fazer hoje?
Bom, agora eu sou uma senhora idosa, eu fico em casa, que eu também não posso ficar... Apesar das más línguas dizerem que não, eu fico em casa. Eu Cinema, teatro, restaurantes, quando dá, quando me permite. Mas mesmo com o meu modesto orçamento, eu faço aproveito a cidade. Gosto muito de cinema, gosto muito de teatro, gosto muito de exposição, alguma mostra, alguma coisa no Ibirapuera, na Oca. As exposições da Oca têm sido muito boas. Pinacoteca, se tem alguma coisa, a gente vai. O que tem, a gente vai vai seguindo. Um showzinho para não perder a... ouvir ouvir, se bem que eu ando muito chata, não vou mais. Algum evento, sei lá, algum mega evento que tenha, um show muito especial, não sei. A gente vai seguindo. Continuo visitando essas pessoas que eu conheço, vamos vem em casa, eu vou, enfim. A minha vidinha é tranquila.

Futuro o que é que você
Ah, eu, além de estudar latim... <coughs> Eu pretendo morar em São Paulo, não sei morar fora de São Paulo. Esse negócio de aposentar e morar na praia, eu não vou, não, gente. Eu adoro praia, adoro viajar, mas sair daqui não saio, não, gente. Eu

Eh eu não sei ficar... Eu gosto de ir no Eu falei que sou moça do centro, nasci no centro e vou morrer no centro. Eu gosto eu eu gosto de ver os cebos, nem vou muito porque eu eu o meu bolso não gosta, mas, enfim, ver os meus cebos, ver sabe... Eu sou muito... Eu não saberia morar fora de São Paulo. Deus me livre e guarde, nem fale isso. Gostaria que a cidade resolvesse esse problema de transporte, que eu acho... Problema de segurança. Se bem que, graças a Deus, só uma vez um menino tentou roubar meu relógio, mas não conseguiu. Eu nunca, pessoalmente, nunca aconteceu nada. Só meus dois carros que roubaram, mas isso, coisa pouca. Assim, de ser assaltada, graças a Deus, até hoje, uma violência maior. E olha que eu ando para baixo, para cima, não... Pessoalmente, nunca... Tudo bem, a moca é a exceção que eu e a minha vizinha de frente, a gente fica sentada na porta conversando, doze horas da man da noite. Eu falei isso para uma amiga minha, ela não Eu falei, a gente fica. A minha vizinha também, ela mora lá, ela tem ela tem uma história de vida parecida. A gente senta e fica conversando. O guarda conhece a gente, pergunta se a gente precisa de alguma coisa porque. Na esquina da minha casa tem um posto policial, eles praticam essa polícia comunitária. Então, eles conhecem a gente, a gente conhece eles. Então é uma coisa rara, mas é verdade, eu juro.
Profissionalmente, tem algum desafio, algum sonho?
Graças a... Não, eu acho que eu fiz o que eu gostaria de ter feito. Eu eu sou muito feliz, eu pude fazer as matérias que eu Não tudo, porque na, mas assim... Em linhas gerais, eu fiz o que eu queria, eu eu fiz as matérias que eu queria, eu cobria assim o que me interessava fazer. Ganhar dinheiro eu não ganhei até hoje, mas isso hã eu eu me sinto muito realizada. Em termos de de academia, eu pude fazer mestrado, eu pude ensinar, talvez voltar a ensinar, apesar dessa história do diploma todo, mas voltar a ensinar na no na faculdade de jornalismo, talvez mais para frente, alguma coisa por aí.

Faltou a gente perguntar alguma coisa que você acharia importante dizer da sua da sua história de vida? Algum tema, algum período?
Não, eu gostaria de deixar que que São Paulo é uma cidade fantástica. Hã Lembrar de um tempo, talvez, que não volte mais, que era o tempo do que você ia nos restaurantes que. Tem uma história, ah esqueci, que uma vez o meu pai ligou para o vizinho, porque a gente não tinha telefone nesse tempo, para a minha mãe se trocar e me trocar, que nós íamos ao Cine Marrocos e ele tinha que voltar para casa porque ele estava sem gravata e não poderia entrar sem gravata. Estava no centro, voltou para pegar minha mãe e para se trocar, porque um cavaleiro não entrava. Então, esse São Paulo mais, eu não diria mais cordial, eu acho que seria o termo, eu sinto muita falta e eu espero que, de alguma maneira, isso possa resgatar e se manter para as gerações que estão chegando. Não não passe essa imagem de São Paulo de violência, de... Tem problemas, temos, mas essa coisa de... E essa essa efervescência, essa cidade onde todo mundo se encontra, onde você hã tem tribos diferentes convivendo, que isso possa ser mantido para quem está chegando.

Está história, de contar, de conversar com a gente.
Ah, eu acho ótimo. Pode me chamar de novo que eu venho. <laughs> Eu gosto muito de passado. Eu acho que você só avança a partir do momento que você sabe como foi o seu passado e trabalha bem com esse passado. Não é um passado de ficar falando, ah, porque antigamente era melhor. Isso é coisa de véia gagá. Mas você você veio de algum lugar. Se você não não reconhece o seu passado, você não avança. Então, eu acho importante essa iniciativa de vocês. Eu espero que vocês continuem, espero que ampliem, contem comigo com o que precisar. E, para mim, foi uma experiência muito boa.

Então, a gente do museu te agradece muito.
Eu que agradeço e espero ter ajudado.